E seus pais, qual o nome deles?

E em nove anos você conheceu seu pai?
Porque a situação foi tipo assim, a minha mãe quando conheceu meu pai, ela achava que ele era solteiro, mas ele já era noivo da... uma outra mulher lá em Porto Alegre. Então quando ela descobriu, ela resolveu que ela ia ter o filho sozinha. Daí no caso ela manteve afastado dele até mais ou menos eu fazer trinta anos.
Você quer contar dessa desse momento que você conheceu seu pai? Como foi?
Na verdade, com a idade que eu conheci, né tipo já adulto praticamente, assim já sabendo o que eu queria da vida, eu acho que fez menos diferença do que na época que eu realmente queria conhecer, que era, foi durante a minha adolescência. Inclusive eu tive vários problemas com a minha mãe em função. Que ela achava que eu não deveria conhecê-lo, que ele não era uma boa pessoa, que tinha mentido para ela, enfim. E, tipo, eu conheci já com vinte e nove anos. A vontade que eu tive foi de conhecer e e estar perto dessa pessoa, assim, sem sem muitas esperanças, assim, de como ele seria ou como ele não seria.
Já mais adulto, eu acho que... E qual a atividade dele?
Lá em Porto Alegre ele é policial.
E sua mãe?
A minha mãe, ela é ela era cozinheira. A minha mãe saiu de casa da mãe dela com dezoito anos. Ela nasceu em Santa Catarina, daí ela veio, foi para o Rio Grande do Sul, né? anos, foi trabalhar em casa de família, assim, de doméstica. E aí depois ela aprendeu a cozinhar e virou cozinheira de restaurante mesmo.
E quando ela ela foi para Porto Alegre, foi sozinha?
Ela foi sozinha. Ela morava no interior de Santa Catarina, em Lages, da região da Serra. E quando o pai dela, meu avô, faleceu, a minha mãe ãh minha avó se casou com um rapaz que era mais novo que a minha mãe. Elas tiveram um conflito e a minha mãe saiu de casa e veio morar sozinha assim no Rio Grande do Sul.
Ela tinha muitos irmãos, sua mãe?
cinco irmãos, além dela que era a mais velha. Ela
A sua mãe era a mais
a mais velha, eles eram em seis. Porque depois desse outro casamento da minha avó, nasceu um irmão da minha mãe mais novo. Do que os outros irmãos, mas eles são seis.
E você chegou a conviver com a sua avó, assim, visitar, ter contato com a família da sua mãe?
Convivi a partir dos quatro anos, porque a minha avó, quando a minha mãe resolveu ter o filho sozinha, a minha avó ficou sabendo. E daí veio para... Minha família era meio... Meio... encrenqueira, assim. Aí minha avó veio com os tios e... que é, não vai ter esse filho. Elas não se falavam, voltaram a se falar, mas aí minha mãe resolveu, não vou ter o filho sozinha e tal. E eu s, eu sei que eu era malquisto na família até fazer mais ou menos quatro anos, que foi quando eu fui conhecer a minha avó, que aí ela já não estava mais brigada. Mas depois disso eu sempre tive uma relação ótima com ela.
E da família do seu pai, assim, você chegou a conviver com alguém, a ter contatos agora, mais
Sim, agora que... Foi bom até eu ter vindo para São Paulo, porque cada semana eu conheci um primo. Da parte da família do meu pai, assim, é é muita gente, muita de lá, né, do Rio Grande do Sul, assim, então... Eu fui até a cidade dele, conheci uma irmã, conheci os os avós eles já já tinham falecido. Mas quem era da família dele ali por Porto Alegre eu acabei conhecendo bastante gente, assim. Bastante A família aumentou bastante para esse lado.
Mas eles são todos lá de Porto Alegre?
Então, meu pai veio adolescente para Porto Alegre, trabalhar também, fixou a residência e não voltou mais para Cachoeira do Sul, que era a cidade onde ele vivia lá, que é uns duzentos, trezentos quilômetros de Porto Alegre. Não era tão longe assim. E aí s, constituiu família. Ele fez duas dua duas filhas, minhas irmãs, com essa com essa esposa que com quem ele casou, a final. E a minha mãe casou com outro homem depois de de de ter resolvido esse problema com meu pai e teve dois irmãos. Então, tenho dois irmãos por parte de mãe e dois irmão, duas irmãs por parte
Qual o nome dos seus irmãos de parte de mãe?

E suas irmãs? Você chegou a te
Conheço todas.

Eu nasci em fevereiro, ela nasceu em dezembro do mesmo ano.

Esse encontro, assim, quando você, né? Foi a primeira vez que você teve esse contato, assim...
Então, eu já era m, eu já era músico, tipo, desde os dezessete anos eu já tocava, né? Mas em noventa e oito noventa e sete noventa e oito, mais ou menos dez onze anos atrás, eu resolvi que eu ia viver só de música. Até então eu fazia faculdade, já tinha trabalhado em em outras coisas, resolvi que eu ia viver só de música. E logo em seguida eu conheci o meu pai, ele é um cara todo certinho, polícia, ele quer tudo preto no branco, assim. O impacto maior foi que ele tentou me conseguir um emprego na polícia, assim, que era um... Contrário das coisas que eu pre que eu, que eu iria trabalhar, se eu fosse trabalhar com alguma outra coisa hoje em dia, certamente não seria na polícia. Porque não ia ficar atirando nas pessoas e arriscando a minha vida, é uma coisa que eu não, que não me interessa assim Curioso que eu que eu tentei entrar para o quartel e tentei fazer curso para a polícia quando era adolescente porque eu achava que era legal, mas naquela fase da vida não... Por isso que eu te digo que se eu tivesse conhecido ele antes, talvez eu tivesse sido diferente em algumas coisas.
Outro destino, talvez. E quando você era criança, com é, você convivia, você e sua mãe ou, conta um pouco da sua infância, como era.
Então, como a minha mãe, ela f ela ficou ãh furiosa com essa história de descobrir que ele tinha uma outra, que ele era noivo de uma outra mulher que estava grávida também, ela resolveu ãh que ia criar o filho sozinha. E a gente morava na área central de Porto Alegre, e a gente foi morar na Zona Norte, numa época que era... Ainda não era desenvolvido, entendeu? A rua onde eu morava hoje é uma avenida principal lá de Porto Alegre, mas na época a rua de chão batido, não passava carro, a gente jogava bola no meio da rua. Então eu tive uma infância mais ou menos na década de setenta, assim, né? Uma parte ainda não urbanizada, muito bem urbanizada da cidade, então era uma vida bem solta, assim, tipo, subindo em árvore, tomando banho de açude, tinha essas coisas, assim, nessa região quando eu era criança. Conta mais, assim, de você nesses lugares e éh teus amigos, do que que vocês brincavam tomando banho no açude, enfim, mas o que que acontecia nesse... É, eu morava num corredorzinho, assim, que tinha cinco casas, que era o mesmo proprietário que alugava, então eram famílias mais humildes, assim, e todo aquele pessoal ali, aquelas famílias ali, eram um era um tipo de um... de uma vilinha, assim, né? E aí a gente s andava por pela região ali, perto dali de onde eu morava, s tipo assim, atravessava a rua e tinha uns pre uns prédios, uns apartamentos que eram no no í pê, que é do Instituto de Previdência do Estado é Moravam professores, policiais éh, esse pessoal que trabalhava no Estado. Então era classe média, classe média da época, da década de setenta Os amiguinhos que eu tinha, assim, A gente pulava um muro que tinha atrás desse prédio que dava no clube de golfe de Porto Alegre, Country Club, que eles chamam, e entrava para lá jogar bola, pegar fruta, botear bolinhas, bolinhas de de de golfe na época, tinham valor, as mais coloridas valiam mais, a gente brincava dessas coisas, assim, e pegar ajuda nessas brincadeiras de criança, assim, até a época que eu fui para a escola, que foi com seis anos, né, era uma... E como a minha mãe trabalhava, ela sempre me deixou com outras pessoas, outras famílias me cuidavam, m assim, porque... Da vizinhança. É, quando eu era pequeno, ela chegou a contratar uma babá, mas essa ba essa babá me surrou uma vez. E aí a minha mãe, um dia, uma vizinha foi lá, ela morava num prédio de de, tipo, uma pensão, assim, alugava um quarto, morava eu e ela nesse quarto, e essa menina que ela contratou para mim... Para me cuidar, me surrou. E aí uma vizinha falou pra ela, ela fez um dia que foi trabalhar e chegou e pegou a a essa pessoa me maltratando, bateu na pessoa e e ficou sem coragem de me deixar na mão de estranhos. Então ela procurava deixar com os vizinhos. Até quando eu, ãh, eu fui praticamente adotado pela família de um colega dela, de um garçom que trabalhava com ela, que essa família era um casal de um senhor e uma senhora que já tinham os filhos crescidos, moravam perto desse restaurante que ela trabalhava, e eles meio que... eu fui filho de criação deles, porque eles ainda não tinham netos, e eu fiquei convendo com essa família por mais ou menos uns dez anos.
Aí você já tinha que idade, mais ou menos?
Dos quatro aos né. Tipo, dos quatro até os sete né, eu eu ficava direto na casa deles. Depois que eu comecei a es, a s, a ir para o colégio, eu ia aos fins de semana ou nas férias. E depois, na adolescência, eu eu acabei perdendo o contato e vim a ter contato alguns anos atrás novamente.
Mas sua mãe continua morando com vo, assim, de fim de semana?
É, minha mãe, como ela trabalhava na semana, folgava só um dia na semana, facilitou eu acabar passando todos os dias na casa dessa família, porque daí eles começaram a a gostar de mim, me cuidar, e não, deixa ele aqui, era perto, era para minha mãe me pegar de noite, ir para casa e voltar.

Você brincava daquele jeito que você contou, mas depois que você mudou para essa casa, as brincadeiras como eram? Era longe de onde você morava antes? Eram
Eu morava bem no centro, então eu eu brincava muito no Parque da Redenção, que seria como o Ibirapuera, que é um parque grande perto do centro da cidade. Quando a gente foi para esse, essa zona norte, assim que era m menos urbanizada, tinha muitos parques, porque tinha muito terreno baldio, muita praça, sempre teve muita praça em Porto Alegre, então nossas brincadeiras eram sempre... Do outro lado da rua onde eu morava tinha um terreno que era um campo de futebol, um terreno grande, assim, que o pessoal da da região ali botou umas goleiras e a gente jogava muita bola. Era esse tipo de diversão, assim, diversão na rua.
Ah, depois que foi esse outro... contato que você teve, que tinha esse
anos, é. Morei vinte e oito anos nessa região, que que evoluiu depois, começou a ter edifícios e tal, mas quando fui morar para lá, criança, era era bem bem ermo, assim, então tinha muito lugar onde brincar, assim, na na própria natureza do lugar.
Coisas assim que você lembra da sua infância, assim, que você tem vontade, assim, de... De vez em quando lembra, sabe?
Volta, assim... Eu lembro que eu sabia fazer pandorga, pipa, que chamam aqui, né? Eu lembro que eu sabia fazer isso e fazia bem. Hoje em dia, assim, já crescido, não não tenho ideia mais de como se faz, mas eu lembro do do cerimonial todo que todo mundo fazia e a gente ia para um determinado lugar lá que era descampado, que batia vento para soltar as pando pandorgas, assim...
Porque era mais... Descreve descreve assim um momento desse, assim, você soltando as... A gente chama de pipa.
Você chama de pipa, Que imagem que você tem, assim, dessa... É, a gente correndo nesse campo, assim e, de eu Não existia essa coisa do cerol, né? Não existia essa maldade. Era só quem ia mais alto, assim, quem conseguia fazer a a pandorga que fosse mais longe. Então, a disputa era essa, E era uma coisa tudo artesanal. E todos os amiguinhos dali da... Porque acontecia uma coisa muito su éh curiosa, assim, na época que eu era criança, menino não brincava com menina, pelo menos lá nesse lugar onde eu cresci, assim. Até uma determinada idade, os meninos tinham as brincadeiras de menino e a e as meninas tinha... Era separado, assim, não podia, não misturava. Só no colégio, depois do de que eu fui para a escola começou a misturar. Então era muita brincadeira de guri, jogar bola, subir em árvore, brincar de mocinha e essas coisas.
E as meninas?
E as meninas, brincar de casinha, de armazém, de coisinhas de menina, assim, de filhinho e Não podia muito, assim. Era muita criança nesse lugar onde eu vivia e as e tinha uma certa visi vigilância, assim, exagerada hm, ao meu ver, na época, assim, porque era todo mundo criança, né?

Durante isso também, porque eu ainda ficava em casa, antes de definitivamente ir para a casa deles, eu fiquei ainda bastante tempo ficando em casa.
Sei. É. E a convivência com eles, assim, que lembranças você tem?

Que era a neta da

Eu me lembro de quando ela nasceu, eu lembro do dia que ela chegou em casa. Hum, eu tinha quatro para cinco anos, mas é uma é uma uma lembrança que eu tenho, assim. Bem nítida, porque criança criancinha pequena, assim, não me lembro de ter visto antes um bebê tão tão novo. Assim, eu fiquei achando que era um boneco, uma coisa assim. Hum, eu me lembro que eu botei a mão nela e aí as pessoa não, não, isso aqui é um não é brinquedo. E eu cresci com ela e com outras pessoas que nasceram naquela época dessa família, assim, até sete, oito anos. Eram meus amigos de de de inf hum da tenra infância, assim, esse pessoal.
E depois seus irmãos, quando chegaram, como foi?

Eu tinha nove e ele nasceu em setenta e nove, julho de

O cara que bebia bastante, assim, ele... Inclusive, ele não tinha terminado a escola direito, ele trabalhava de s de servente de obra e tal. E ele ãh, bebia e ele batia na minha mãe, inclusive, assim. Só parou com isso depois que nasceu esse primeiro filho. Daí ele parou de beber. Bastante tempo ficou sem beber, estava direito na vida, assim. E faleceu logo em seguida, mas eu me lembro do do incômodo do alcoolismo, assim, dentro de casa era era mui muito criança, mas eu me lembro disso. Ele fazia eu buscar cachaça para ele,

Era aquele tipo de pessoa assim que recebia por semana, porque ele era servente de obra Recebia todo o ordenado da semana, o dinheiro que ele tinha direito e bebia tudo no mesmo dia. E os irmãos dele, a família, tinha todo um problema. O pai dele tinha tido esse problema com o alcoolismo. E foi uma fase muito desagradável. Uma pena que quando ele começou a ficar legal, em seguida ele faleceu num acidente. Ele foi atropelado por um ônibus.
Nossa, e mas mesmo assim você teve dois irmãos ainda, dele?
Tive, porque quando ele faleceu, a minha mãe estava grávida de quatro meses, do mesmo meu outro irmão que nasceu em seguida.
E você chegou a brincar, conviver, ter um cotidiano com seus irmãos?
Total. Então, meus irmão Até eu sair para de casa para trabalhar, que foi com dezessete anos, eram meus irmãos mais novos. Ajudei a trocar fralda, essas coisas, assim, que o filho mais velho fa faz pela mãe solteira. Porque minha mãe, na verdade, logo em seguida, ela ficou sem esse marido, né? Então, tipo, foi do meu sete até os doze Foi cinco anos de romance, o cara ficou sem beber, mais ou menos, uns dois.
Então... Então seus irmãos também nasceram logo um em seguida do outro?
Isso, com com três anos de diferença, menos de três anos.
E você chegava assim a brincar com eles ou foi mais de cuidar?

Ela era mais velha do que eu, mas não estudava. Então, eu ainda tinha um arrego porque eu estudava, tinha minhas tarefas, sempre tive, assim, mas...
Você, você entrou na escola? Conta um pouco da tua escola.
Eu entrei na escola com seis anos para o Jardim de Infância né Tenho lembranças assim, esparsas disso. Depois, a sétima sé, a primeira série já com sete anos. Na época era era essa idade que você entrava. E o colégio era bem pró próximo da da nossa casa, onde a gente morava, assim, dava Para ir a pé era pertinho.
Você ia sozinho?

Mas conta, assim, como era a escola, chegar na escola e o que que você fazia lá, professora, enfim...

Inclusive hoje eu estava olhando as fotos para trazer, eu achei o diploma de de dessa coisa da alfabetização, assim, que eu ainda tenho.
Como ela era?
Ela era morena, de cabelo comprido, e ela morava mais perto da minha casa do que eu imaginava. Ela morava duas quadras depois. Eu pensava que ela morasse em... Nossa. Eu pensava que ela fosse perfeita morasse em um palacete, assim, <laughs> morava em um apartamentinho perto. Era bem paixonante paixonite de criança, assim, com sete anos,

Quando você via, assim, a
Nossa, tremia. Ficava nervoso.
Todo dia?
Ela chegou a... Não, mas eu me lembro de essa sensação, assim, de ficar fascinado com uma com uma pessoa eh, uma
E como foi você aprendendo a ler? Você lembra de alguma coisa?
Eu lembro que o seguinte a minha mãe ela não terminou os estudos, assim tipo ela não chegou ah a f a fazer o que seria o segundo grau hoje em hoje em dia né Mas assim me estimulou muito a ler e e a ouvir música e essa coisa cultural assim, que era uma coisa que ela podia me dar assim, porque a nossa realidade na época era bem, a gente era E daí ela, a partir do momento que ela viu que eu aprendi a ler, que eu tinha interesse, ela me enchia de livros. Toda semana ela trazia algum livro que ela achava que eu pudesse ler.

E esse senhor, ele tinha uma biblioteca em casa. E ele e a mulher dele não podiam ter filhos, então ele estimulava aquela criançada que tinha, que era... Quatro prédios com quatorze apartamentos cada um, era era bastante criança, né, por ali, né? Ele meio que, a sala dele ele fazia como se fosse uma biblioteca, e a gente ia lá, pegava os livros, ele tinha uma biblioteca particular, assim, que ele estimulava a fazer ficha de leitura, essas coisas. E eu era um dos mais assíduos, eu eu frequentava a biblioteca dele desde quando eu aprendi a ler, que foi com seis para sete anos.
Você lembra, a professora te ensinando a ler, assim, você lembra de alguma cena?
Eu não lembro, mas eu lembro que eu não tive muita dificuldade por causa dessa coisa, de já ir nessa bibliotequinha dele, que tinha livrinho livro desse para desde criança, que só sabe ler ver figura até o básico, assim, do primeiro grau, que a gente precisa de literatura brasileira. Ele era um cara que ele... Ele pensava nessas coisas, assim, ele era meio um senhor barbudo, assim, tipo, parecia um barão, fumava um cachimbo e ficava o dia inteiro naquela biblioteca espanando livro e a gente ia ia lá na casa dele, ele fazia um lanche, a mulher dele Eles tinham dinheiro, mas não tinham filhos, entendeu? Então, eles acho que supriam essa essa carência sendo úteis para a comunidade de crianças que tinha ali.
E a escola, assim, se você pudesse contar da escola, você estudou nela até que que época,
Estudei no Grupo Escolar Bahia, do do Jardim até a quarta série. Depois o grupo escolar começou a se chamar, nos anos oitenta, era escola estadual de primeiro grau incompleto, que era o proce era só o primeiro, eh, período do primeiro grau, assim, primeira a quarta série. Então era jardim, maternal, depois até a quarta série nessa escola, que era perto de casa, que eu ia a pé e tal. Isso com onze anos, né? Aí eu Em oitenta e dois, com doze, eu fui estudar num colégio que era num bairro que não era tão distante da minha casa, devia ser uns três Mas era bem perto de onde a minha m, minha mãe trabalhava, assim sempre trabalhou. Então, vivenciei bastante aquele bairro porque eu ia almoçar com ela depois da aula. Até a quarta série eu estudei de tarde, depois passei para amanhã. Então, eu ia fazer as coisas que eu tinha que fazer, ir no dentista, essas coisas tudo naq, nesse bairro aí, que chama Auxiliadora. Vizinho do bairro onde eu me criei, que era Boa Vista.
E essa outra escola que você foi?
Era uma escola maior já, era uma escola quinta a oitava, tinha muito mais turmas, muito mais alunos.

Mas eles só tinham, na verdade, é esse tipo de problema, assim.
Era uma classe especial, mas tinha... E, e que lembrança você tem, assim, mais sua dessa escola, assim, que tenha acontecido alguma coisa, assim... É,
Essa escola me pegou em cheio na fase da adolescência, né, foi dos doze anos lá, porque eu rodei na sétima série, então foi a fase dessa coisa de gostar de música, de hum hum mais ou menos começar a escolher profissão, começar a sair, começar a fazer banda, que era uma coisa que sempre teve muito lá em Porto Alegre, ainda tem, assim, é uma é uma coisa da cidade, assim, todo mundo tem banda, porque alguém sempre tem uma garagem, assim, que pode fazer barulho no fim de

dessa idade, já, assim...

Ele era mais velho que eu e ele ouvia bastante disco de rock.

Minha mãe sempre gostou muito de Roberto Carlos e ela sempre me deu rádio de presente. Ela viu que eu gostava de música, uma coisa que me acalmava, eu acho, né? Presumo. Ela, vou dar música para esse guri que daí ele se acalma. Eu passava o dia inteiro com essa, aqueles fones de ouvido antigo, assim, que eram umas bolinhas brancas, no ouvido ouvindo música. Sempre tive radinhos e sempre torci pelo Grêmio, sempre ouvia os jogos pelo rádio, assim. Sempre foi uma coisa que eu, que eu gostei bastante, assim. Com dezessete anos eu fui ter a minha primeira banda.
Fala mais da sua mãe, assim, que você tá falando dela, assim, das coisas que ela fazia para você, mas fala um pouquinho dela, assim.
Minha mãe era uma mulher que teve pouco estudo, pouco pouca oportunidade de estudar, porque ela era uma pessoa muito... Ela botava uma coisa na cabeça, ela era um pouco pouco teimosa, ela botava uma coisa na cabeça e ia lá e fazia. Então, quando ela resolveu sair de casa, foi totalmente sem nenhum tipo de planejamento. Ela veio para o Rio Grande do Sul, desceu em Pelotas, foi trabalhar na casa de alguém e foi indo, foi indo foi indo , foi ficando e depois foi para o Porto Alegre. E ela sempre se virou sozinha. E a mágoa que eu sei que ela sempre teve na vida foi com essa atitude do meu pai, que ela não, acha que ela acha que foi enganada. As pessoas avisaram ela, olha, o cara não é muito... Ele tem outra mulher. Ela não acreditava até o dia que ela viu. Daí ela resolveu criar um filho sozinha. Ela era uma mulher muito assim, muito, muito autêntica. Apesar do pouco estudo assim, ela era... Pessoa que nunca teve di dívidas, sempre... Foi, nunca teve muito dinheiro, mas nunca teve dívidas. As pessoas... Eu comprava coisas pras pras pessoas na minha vizinhança, tipo, prestava o crédito, né? Comprava uma geladeira, um fogão, uma coisa. As pessoas sempre logravam ela, não pagavam, ela tinha que assumir. A vida inteira dela veio a acontecer esse tipo de coisa. Porque ela sempre foi muito correta. Isso é o que eu me lembro, assim, mais da... o caráter dela, que eu acho que foi o que tu perguntou né
Ela é uma pessoa muito... <crosstalk> ela para você, assim, do como você descreveria, né, a imagem dela.
E muito carinhosa, assim, e muito brava, assim, muito ciumenta com essa coisa do de o eu vir a conhecer o meu pai era um pavor, porque ela achava que talvez ele tivesse mais condições financeiras e eu fosse querer morar com ele, ela não saberia o que fazer. Mas ela era bem, uma pessoa bem autossuficiente, nunca precisou dos outros, viveu muito tempo afastada da família dela. Quando a gente começou a conviver com a família da mãe dela de novo, eu já tinha seis sete anos, já já tinha, estava caminhado.
E essa relação com a família dela, você tem algumas lembranças, assim, que você gostaria de
Eu tenho, porque depois, quando eu comecei a ficar... Éh. Todo ano a gente... O nosso Natal era em, era em Lages, depois que ela, que a, a minha avó voltaram a se falar. Todo Natal eu ia para Lages, que era s seiscentos quilômetros de Porto Alegre, de ônibus, assim. Dez dezembro a gente sempre passava a última semana, ou Natal, Ano Novo, a gente sempre passava lá. E daí sempre ia toda a família para lá né Tinha tinha tios e primos que moravam em outras regiões de Santa Catarina e ia todo mundo para lá. Porque nessa época minha avó f, fazia um Natal assim que durava três dias cozinhando e caminhavam na brasa. Tem um tio que é pastor e a minha avó era batuqueira. E Tinha toda uma... Um tipo de... Fala um pouco mais.
Como é que era?
Todo tipo de sincretismos Minha mãe era muito assim né Minha mãe acendia uma vela para o santo, ia na igreja, ia no Allan Karde, Kardec, ia no no budismo. Éh ela, ela foi criada assim.

A minha minha avó era muito religiosa, muito fervorosa, assim, igreja católica, mas também ela era feiticeira, assim, fazia feitiços pros vizinhos, pros amigos.

E, e eu tenho dois tios que são, um é metido a pastor, o outro que já faleceu também, era pastor realmente numa igreja batista. E tudo isso junto com a com essa coisa da minha avó, assim, tudo, no fim do ano, e as minhas tias batuqueiras, minha mãe que também... Fazia um batuque, esses meus tios aí crentes, todos na mesma casa, tudo.
Quando você fala batuque, é percursão?
Não, batuque é o jeito que chamam a umbanda lá no Rio Grande do Sul.

Que tem outro nome lá, como tem candomblé na Bahia, né?
Lá chama
parecido lá chama batuque.
Mas que também tem, não sei se no caso lá tinha, mas também tem uma coisa forte da música, né? Não, era mais a prática religiosa.
Não, tem, tem, tem bastante. Inclusive tem uma coisa que não aparece mais muito, mas tinha um samba característico do Rio Grande do Sul lá que eles ch, que eles chamam de maçambique, que é o tipo, aquela coisa rural, assim, de processão rural, assim, tipo... As pessoas batendo no tambor, parecido com maracatu, mas menos menos percussivo, mas ainda assim tinha isso lá. Os caras tocavam com umas violas, umas rabecas, umas coisas assim, como tem no Brasil inteiro trazido pelos africanos né. É que acho que lá o lance dos santos e o ritual em si é diferente do daqui, diferente do de São Paulo. Cada região do Brasil tem uma, uma coisa religiosa em relação a essa religião africana assim, tem uma pequena nuance assim que daí muda

Inclusive, vamos pensando mais na música, assim, né? Você disse que na adolescência, nessa escola... Bateu com a época que, de adolescência, música. Aí tem essas influências que você está contando agora, né? É
É. Sempre teve muita mui música em casa. No bairro vizinho ao meu ti, tinha uma escola de samba em e dois inauguraram uma escola de samba. Tipo, eu tinha doze anos, eu ia nos ensaios né E comecei a batucar por ali, porque eu toco percussão, né? Mas o que desencadeou o meu interesse pela música foi um dia que eu fui numa festa de Cosme e Damião. Eu não era praticante, mas eu ia nas festas, assim, gostava do batuque e tal. E eu vi um cara tocando atabaque lá uma noite inteira e eu achei aquilo legal, assim, foi uma coisa que, nossa, eu vou, eu vou aprender.
E era uma festa <crosstalk> Uma festa religiosa para criança.
É. Para criança, Cosme e Damião são as crianças, a entidade lá. Então era muita bala, muita coisa e uma Era uma festa festiva que eles chamavam muita criança pipoca, essas coisas.

Do meus irmãos, quer dizer. Então era tudo por ali, né? Eu ia Eu saía sempre com uma turminha. Eu ia ali no Batuque com uns, ia na escola de samba com outros. Paralelo a isso, o pessoal dos apartamentos, esses que eu falei, eles estavam começando a fazer as bandinhas de rock lá em oitenta e cinco, por aí, época do Rock in Rio. E como eles eram meus amigos, jogavam bola e tudo, eu comecei a infiltrar nessa nessa coisa da música junto com eles assim
Mas do que você realmente, aquilo que mais tocava, no que você falava, eu gosto disso, o que era? Já dava para dizer?
Não nessa época não, nessa época eu era um fui um adolescente bem confuso, eu mudava de ideologia a cada semana. Entre os quinze e dezesseis anos eu fui punk, fui metaleiro, fui, fui black, fui tudo. E o cabelo ia junto e as roupas também. Era muita, era eu era muito... Eu tinha muito pouca personalidade assim na época da adolescência, quinze, dezesseis
Fala um pouco assim de cada coisa dessa, assim, eu fui punk, como assim?
É, tipo assim, no colégio onde eu estudei no primeiro grau, a gente ajudou a organizar um um show de uma bandinha. Tinha um colega que tocava guitarra, tem uma banda. Então, a gente vai, vamos fazer um show aqui no colégio na semana cívica, que era a semana da independência Sempre tinha um, uma coisa que os alunos faziam para a escola. Uns faziam teatro, outros faziam outra coisa. Nós falamos, vamos promover um show aqui no colégio. Então, fizemos o show acontecer. A muito custo, todo mundo bem novo, assim, bem...

De treze, quatorze. É, prestando a guitarra de um amplificador da o de outro, não sabia como ligava as coisas desse, eu fazia parte dessa desse pessoal que armou esse festivalzinho. E eu gostei muito de fazer parte, né? Então, me lembro que foi a primeira coisa que eu... Eu fazia atletismo na época. Eu era sócio-atleta de um clube de lá, pelo pela escola, que tinha uma coisa assim, se tu f ãh fosse fazer um teste nesse clube e fosse aprova aprovado para fazer algum esporte, eles tinham um convênio com crianças da comunidade. Se fosse aprovado para fazer algum esporte, não precisava prestar educação física na es nãh, na escola, no colégio. Então, eu fui selecionado para tentar, ahn, começar a fazer práticas de atletismo e era o que eu Então, paralelo a isso. E sempre ia ouvindo um som de fone, corria. Eu fazia isso e, bastante isso na época,
Era corrida?

Principalmente corrida. Começou com a febre das aeróbicas, que também tinha muita coisa de música, então eu sempre procurava fazer uma atividade que tivesse alguma música to ahn tocando no fundo.
Então, mas aí vocês fizeram esse show, aí você falou que você já tinha, você foi punk, f punk assim, talvez porque você foi uma semana, mas como que...
É, porque né tinha não tinha como não era como agora, não tinha internet, né? Então, eu tinha um amigo, um vizinho, que o pai dele era piloto de da Varig, que era empresa aérea. Então, esse cara era o cara que conseguia ter os discos, porque o pai dele fazia uma rota internacional ele dizia, pai, traz isso, e isso, e isso, e isso, e isso.

Aí, éh, uma vez por mês, esse cara aí fazia um sarau na casa dele lá, e te ah, chegou esse disco, e esse, e esse, e esse, então...
Fala quais, você lembra?
Eh hum, me lembro quando apareceu s éh Sex Pistol, porque na época, com quinze anos, eu tinha uma total negação da minhas raízes sambistas e brasileiras, e eu resolvi que eu era roqueiro, por causa do Rock in Rio, porque todo mundo meio que virou metaleiro, Então, ah, o disco novo do Queen, o disco novo do Iron Maiden, essas esse esse tipo de coisa, assim, começou a entrar, assim. Na verdade, eu sempre fui ob absor zor absorvendo essas... Essas coisas sonoras da volta, assim, até... Porque a minha banda, a bandas que eu que eu que eu vir éh que eu vim a ter, a maior característica da banda era não ter um um estilo musical único, assim, né? Não era só rock, não era só... misturava tudo, reggae, funk, sam... A primeira? A primeira e a segunda. Eu tive duas bandas, assim, né? Por bastante tempo. Na primeira era dos vizinhos ali, na época a gente já tocava uma coisa que agora é moda aqui, que é samba rock, né? Que era aquela coisa do samba mais sincopado, assim, samba urbano. Isso em oitenta e sete. Porque daí eu vim tocar percussão nessa banda para ajudar o pessoal a a a fazer o ritmo daquela Precisava ter ali um cara tocando agogô, faz tocando um chocalho, uma coisa assim. Foi por aí que eu entrei. Fui aprender a ter uma educação formal com música depois, primeiro. Eu entrei no
Entendi. Fala um pouco, como é que você, porque aí você chegou eh ne nesse nessa festa que te chamou atenção, o, né, o batuque. É. E aí como é que você come eh se se relaciona assim com esses instrumentos todos, assim?
Então eu ia eu ia direto nesses nesse ensaio dessa escola de samba, né? Me lembro que o que desencadeou a vontade de tocar foi o batuque, mas eu ia nessa escola. Então na escola rolava uma hora que rolava o intervalo, os cara largava os instrumento no chão, a criançada ia lá e... Batia até alguém expulsar ou então até cansar os ouvido de alguém que ia lá e corria assim. <laughs> E o aprendizado foi esse, assim, como é que esse a coisa... Ficava olhando como é que funcionava, né, a mecânica ali, o cara tocando. Depois eu ia lá e tentar reproduzir o barulho vendo, assim. Até quando eu comecei a tocar, eu não sabia o que era um agogô e eles queriam que... Saber a diferença entre agogô e um pandeiro, mas eu não sabia. E daí eles precisavam de um agogô numa música, eu fui numa loja no centro e falei para o cara, eu preciso comprar um agogô. é o cara, agogô é isso aqui, são duas campânulas de metal que tu bate, tuque, tuque, tuque, toque, toque, toque, assim oh, coisa de ritmo de samba, foi meu primeiro instrumento, assim, foi a primeira coisa que eu fui, a partir disso, fazendo bandas e tocando em garagem.
Você não sabia como chamava o instrumento?
Eu sabia como chamava, sabia, sabia o som que tinha, né? Mas não sabia. Para mim era tudo tambor, era tudo tambor. Aquilo ali era coisa uma coisinha de ferro de bater, era uma coisa assim... Daí... Eu me lembro que no f no último ano da do primeiro grau a gente co teve aula de educação artística. Então tu escolhia música ou pintura ou alguma coisa assim, né? E eu direcionei a minha ênfase para a música. E a gente ia na orquestra sinfônica lá, tipo, pintava fazendo isso. Ia lá, a orquestra tocava. E aí depois eles te mostravam instrumento por instrumento. Foi o meu primeiro contato formal assim com música foi com a orquestra sinfônica. E depois você, eh, aí, e ensino médio... É, daí sempre eu fui tendo bandas, assim, né, coisa de co de rua, de colégio, de faltava um, eu ia lá tocava bateria, faltava outro, eu ia lá e gritava, e a gente tentava tocar as as coisas que a gente ouvia, mas, mas assim, sempre trabalhei e estudei para entrar para faculdade, esse era o era o plano A da minha vida, assim, sempre foi, a música era uma coisa paralela a isso, como é para muitas pessoas até hoje em dia, assim.
Você, tua profissão, assim, você estudou, eh, o quê?
Eu estudei até a metade da faculdade de administração de empresas na PUC lá do Rio Grande do Sul. Eu queria ser administrador de empresas ou ou alguma coisa assim que, dessas burocráticas, que eu achava que ia dar grana, assim, para garantir o meu... E queria desenvolver o lado artístico em paralelo com isso. Só que eu já tinha banda e a banda já estava começando a acontecer, então teve uma hora que eu larguei a faculdade e e f e fui direcionando para a música. Eu tocava há mais de dez anos quando quando eu tomei essa decisão.

Eu fui aprendendo. Daí o baterista dessa primeira banda, que era o meu vizinho, fez uma outra banda t com um colega de faculdade dele. Nós precisamos de um cara lá que vá lá tocar alguma coisa. Daí eu entrei para essa Essa banda é... Durou de noventa e um até o ano passado, durou dezessete anos. Agora ela parou, assim, porque ainda ela nunca tinha parado. Então foi um para cada lado, eu vim para cá, o resto do pessoal viajou, foi fazer outras coisas. Mas desde a adolescência de alguns essa banda existiu e a gente existiu com essa banda lá no Rio Grande do Sul.
E sempre pe, é percussão, né? Percussão, é. Percussão. Sempre percussão.
sempre percussão e e backing vocal, porque sempre ti tive bandas de rock, assim, que tinha percussão misturado, assim, mas sempre foi um... T, um apoi... Que instrumentos, assim, eh, são mais comuns pr que você toca, assim, hoje? Eh, percussão tem muita coisa pequena, assim, mesmo, muito chocalho, muita coisa de de ruído. E o que eu toco de percussão brasileira seria o pandeiro, surdo hum o agogô, essas coisas assim. Eu toco congas, que é que é percussão latina, na verdade. Mas eu não sou um congueiro, que seria tocador de salsa, mas eu, eu toco. E, na verdade, eu toco outros instrumentos. Depois da trajetória da banda, assim, todo mundo virou compositor. Então, para fazer minhas músicas, eu toco baixo, toco violão, toco Não sou um músico profissional em outra coisa que não seja, eh, percussão.
E você, essa parte des cordas, vamos dizer assim, você foi sozinho aprendendo ou você entrou em alguma
Fui aprendendo sozinho até onde aguentei. Daí depois na ordem dos músicos lá, eu já era registrado, eu f comecei a fazer cursos por lá. Eu fiz curso de canto, fiz curso de harmonia, essas coisas assim. Porque como eu pagava uma anuidade, eu podia usufruir disso sem pagar, então eu fui fazendo. Mas a a coisa da música comigo sempre foi muito... Vamos lá, vamos vamos ver como é que funciona.
Muito ouvido, né? É...
Liga e sai tocando.

Qual foi a primeira paixão depois da professora?
Namoradas demorou um pouquinho, a música chegou bem antes. Namorada eu só fui ter depois dos vinte anos, assim. Dezessete, dezesseis, dezessete anos não não existia mulher na minha vida. Brincava ainda, eu era muito... Fui eu fui um jovem que chegou muito tarde na pu na puberdade afetiva, assim. Meu lance era música ou brinque, eu era mu um um um eu era um guri bem bobalhão, como diziam dizem por lá. Demorou, assim. A primeira namorada que eu tive foi com vinte anos, que era uma vizinha de rua, assim, que já estava muito mais avançada do que eu nessa coisa de namoro, assim, já namorava desde os quatorze.
E ela era também, assim, mais ou menos da tua idade? Mais ou menos da minha idade, é. E como foi, assim, conta como é que se...
Não, na verdade, foi ela que fez toda ca função acontecer, porque, como eu disse, eu era bem eu era bem tímido, bem bem pouco, eh, esperto por esse lado, As coleguinhas de aula eu não, não tivem nenhum romance. Tinha umas passões, paixões plat platônicas que não, que não se concretizaram assim no primeiro grau. Meu forte era correr, atletismo, esportes, música. Eu era da comissão de organização de festas. Botava som na, nas festinhas, né, mas raramente eu tinha uma namoradinha.

Todo mundo já sabia do interesse dela e eu continuei sendo um amiguinho. Demorou um pouquinho, depois... Mas conta, assim, como foi o...
A conversa?
assim é bobão, assim, né? Daí não a coisa não rendeu muito, assim, foi... Não, mas quando ela chegou, assim, se declarou para você? Ela éh... teve acesso de ciúmes porque eu tava conversando com uma outra, assim, ciúmes meio f fora do normal, assim, eu digo... Por quê, né? Essa atitude, eu não estou entendendo. Ah, porque eu gosto de ti, essa coisa, daí essa coisa bem verão, assim, foi numa praia, tipo... Foi um namorico de verão. Mas não rendeu porque realmente eu era um rapaz bem bobo.

E depois é, hoje você é solteiro, casado?

Lá em Porto Alegre a gente tinha um casamento de meio turno, porque eu tinha a minha casa, ela tinha a dela, mas eu dormia na casa dela ou ela na minha todo dia, assim. Só era separado. Porque eu morava, vivia ainda em função da banda, morava na numa casa grande que é que era o estúdio da banda, que é onde ficava o equipamento. com outro casal de amigos, com dois casais de amigos, na verdade, com uma casa bem grande assim, tinha um estúdio, toda a função rolava lá. E ela morava num apartamento de um quarto, assim, pequenininho. Eu não queria ir para o apartamento dela porque eu achava que não tinha espaço. Ela não queria vir para a minha casa porque ela achava que tinha muito espaço, gente demais, cachorro... Quando a gente resolveu que a banda ia dar um tempo, a gente planejou morar num apartamento os dois lá em Porto Alegre mesmo, mas aí a coisa virou e a gente veio para cá. Ela conseguiu um emprego legal que veio para cá e a gente tá aqui batalhando nos três meses.
Quando você saiu da sua casa para morar nesse lugar, como era?

Eu fiquei na minha casa morando com a minha mãe até os vinte e oito anos Nessa época ela já estava doente, ela sofreu a, ela morreu do coração. E ela já tinha o que era em noventa e E seis, ela ela foi aposentada por invalidez, porque ela teve um problema físico no coração. Ele cresceu de tamanho assim e tal, ela sentia muita fadiga, não podia mais trabalhar, foi aposentada por invalidez. E morava eu e os meus irmãos numa casa que, tipo assim, eu aparecia na casa só para jantar e para trocar de roupa, porque eu trabalhava, estudava e tinha função com banda, e no fim de semana passava fora, já tocava, já fazia as coisas assim. Nessa época o meu irmão do meio, ele começou a ter um problema muito sério de com drogas, assim, ele foi, posteriormente, mais para frente, assim, foi internado, hoje em dia ele está limpo, mas ele se envolveu com drogas e não tinha cabeça para isso. Coisa pesada, como craque, assim, ficou a xarope de ficar morando com ele lá, porque a gente não se dava, a gente não se falava, a gente não conversava.

Ele, não, vem morar aí, fica aí. A banda que eu tinha, que chamava Ultraman, ela começou a vir para cá, para São Paulo, para para o Rio, para fazer... lançou o disco para a gravadora a partir de noventa e oito, então a gente vinha para cá, ficava uma temporada de quatro, cinco meses e voltava. Então eu já tava bem fora de casa quando eu resolvi sair. Um dia eu voltei para lá, fui lá, expliquei para ela que eu ia morar com esse amigo, ficava mais fácil, entendeu? Aquela coisa toda. Para eu ter o meu próprio quarto, eu já achava que eu era velho demais para morar na casa da minha mãe, com esse problema com o meu irmão ainda, eu resolvi sair de baixo. Tinha saído da faculdade, isso foi foi uma coisa que gerou muito atrito entre eu e ela, porque ela achou que eu não devia ter feito isso na época.
Você já estava com essa banda.
Como chama? Fala de novo. A banda chama Ultraman. A banda começou em noventa E um. E daí durou até agora... Maio a gente parou. Pode ser que volte posteriormente, mais para frente, mas eu vou ficar morando em São Paulo. Não me vejo nessa volta aí, mas a banda durou dezessete anos sem parar assim Lançou quatro discos, hm, cinco. Faz bastante sucesso regional, mas veio bastante para o Rio e para

Tinha outra banda já, eu era percussionista e ele era baterista. E as duas bandas ensaiavam no mesmo estúdio. Quando eu comecei a tocar, não tinha estúdio de locação para ensaios em Porto Alegre. Ou a gente ensaiava na garagem de alguém, ou alguém tinha uma casa na praia que não estava usando, ia todo mundo lá com com as tralhas fazer barulho na praia. Não tinha estúdio profissional para alocar. A gente começou a ensaiar nos primeiros que teve lá, assim.

Eles fizeram uma música mais balançada e chamaram, me chamaram para vir tocar percussão. E chamaram um outro para cantar. Foi entrando gente até ficar seis. E a banda começou a funcionar assim mesmo. E ficar maior que a outra, porque daí a outra banda todo mundo trabalhava, estudava, mas ensaiava só fim de semana. Ultraman, na verdade, foi uma escola para todo mundo, né? Que a gente achou uma banda que todo mundo tinha mais ou menos o mesmo objetivo e começou a evoluir musicalmente nessa banda, assim.
Na segunda, né? Essa que você tá.
Ultraman, que era mais tempo dedicado, assim, a música mesmo. A primeira banda era mais...
E todo mundo trabalhando em outra coisa e depois ensaiando?
No início, é no início todo mundo trabalhava com alguma outra coisa.
Você trabalhou em quê?
Meu primeiro emprego foi numa metalúrgica que tinha perto da minha casa. Chamava a metalúrgica Scavone. Fazia utensílios para lancheirias, para... Aquela coisa de assar galinha, sabe? No forno, que as galinhas ficam girando. Esse tipo de coisa, assim. Aquelas... Aqueles equipamentos para buffet, assim, que fica as comidas ali. Eu né eu traba... Eu comecei meu primeiro emprego com dezessete anos foi nessa fábrica, que era pertinho da minha casa, como auxiliar de serviços gerais. Depois disso, fui trabalhando em outras Trabalhei quatro anos lá e depois disso fui trabalhando em outras coisas.
No que assim que você trabalhou?
Depois de lá, eu saí de lá em noventa e um, daí eu fiz um concurso que teve para o Censo, e f, durante seis meses eu fui supervisor de coleta de uma cidade vizinha lá do Censo, no i be ge é Daí no outro ano eu fui trabalhar numa numa empresa que vendia seguros, no outro ano eu fui trabalhar numa loja de material elétrico, fiquei um ano e pouco nessa loja de material elétrico, passei na faculdade e daí fui ser estagiário no banco, no banco do estado lá.
Você gostava de trabalhar no Banco do Estado? Como que era?
Gostava porque era no centro, eu adorava o centro. Eu adoro o centro da cidade de Porto Alegre assim Sair e ficar por lá. Assim, Porto Alegre é uma cidade bonita. Eu conheço. Conhece? Tipo No verão, principalmente, na primavera, o pôr do sol, o clima, a luz da cidade assim E o centro é um dos lugares mais bonitos da cidade. Então eu gostava de fi... ficar lá subindo e descendo a ladeira. Já agarrando dinheiro, já... Já tinha essa autonomia. Assim que eu gostava

Não tinha muito trabalho, era só... Quando, era uma agência bem pequena, que tinha sido originalmente uma agência só de caderneta de poupança. E daí lá só tinham só tinha do dois dias de movimento no mês, que era quando o pessoal aposentado e pensionista estado ia receber. Depois era, abrir uma conta, a gente já tinha pegado todos os macetes. E vivia no centro ali, que era uma coisa que eu gostava. Trabalhei dois anos lá, foi bem legal. Então
essa essa mudança assim do do banco para a banda...
Uma coisa que me estimulou muito a entr ir para a banda é que eu já não estava mais afim de fazer faculd já estava As coisas já estavam conflitando. E ... Eu tinha gostado muito de trabalhar no banco, mas eu já tinha evoluído mais na coisa de administração de empresas. E já Eu já tinha visto que não era como eu achava que que era na época assim que eu fiz o vestibular. Eu estava achando uma chatice. Vou investir na música enquanto ainda tenho idade, disposição, tempo. Depois vou ficar velho e vou ficar frustrado.
E aí você f ah, resolveu que ia trabalhar com a banda mesmo?
É, daí eu fui lá na União dos Músicos, fiz o meu exame lá e e virei músico. E DJ também, trabalhei de DJ bastante na noite de porto alegre
Tá, porque, ah, não é só o seu trabalho, o investimento é na banda, mas tem essa outra atividade de DJ.
É, sempre atividades relacionadas à música, ou à cultura, de uma maneira geral. Trabalhei com produção uma época assim, mas é... Sempre com música, sempre tocando, sempre sendo DJ ou tocando em algum bar. É o que eu faço, é... nos últimos onze anos, desde noventa e sete que foi quando eu saí da faculdade.
Dezessete, dezessete anos nessa banda, é como que que ela evolui assim? Fala um pouco da história da da banda, assim, da do do do conceito, sei lá, das músicas, do do estilo
A gente é de uma época assim que lá em Porto Alegre não tinha muito lugar para tocar, né? Tinha um bairro lá que era o bairro boêmio, que chamava Bom Fim, que é perto desse parque que eu te falei, que é da Redenção, que é quase no centro da cidade assim E sempre foi o bairro boêmio da cidade por excelência, assim porque era perto da faculdade estadual. Então, na época que tinha ditadura, era ali que tinha a muvuca, que ia, a polícia ia pegar os subversivos. Sempre foi tudo por ali. Que, na verdade, é um bairro de judeus. colonia judia jud judaica, se instalou ali naquele bairro e os negros que foram soltos na época da da libertação, assim, da abolição da escravatura, ficaram ali naquela área. Então, é um, é uma área cultural forte da cidade. Ficou ficou um monte de culturas ali pe perto do centro, que era elite, Antes quem era rico em Porto Alegre, morava no centro. Era um bairro, um circunvizinho do centro, assim, que tinha uma atividade cultural. A gente ia para uma esquina específica lá que que, aos domingos ãh tinha um monte de bar, assim né era tipo um centro comercial do bairro. Do lado tinha uma pista de treinamento do Corpo de Bombeiros, que era um campão. E ali sempre tinha show domingo de bandas. Era um tipo era uma, né nessa década de oitenta era uma atividade cultural da cidade. Assim Domingo tu ia para a Redenção, ficava ali no fim da tarde e ia ter show de alguma banda, q qualquer uma. E a gente convivia, a banda, o miolo da banda é da convivência dessa. O pessoal queria ver esses shows nesse domingo, nesse lugar.

Tudo girava em torno da faculdade de biologia, que era onde eles estudavam, e esse bairro que era do lado da faculdade. A gente começou a ficar amigo, frequentar os bares ali, andar com as gurias por ali. E a banda começou a surgir ali. Porque tinha um, um bairro boêmio, assim, tinha um monte de bar que não fechava, as pessoas ficavam ãh, viravam assim... Mas musicalmente? Musicalmente.
Então, mas musicalmente, assim, você, essa, ah que tocava samba rock era outra, não era
Era outra. Essa era um uma evolução. A gente já estava de saco cheio de samba rock, a gente queria tocar um pouco mais pesado.

fechado só na música brasileira.

Fazer uma mistura, fazer uma coisa que estava muito em voga na época, que chamavam de funk o funk metal, que era, que era um som mais funk anos setenta, assim, black music, discoteca, essa parada, assim, misturado com hardcore. Red Hot Chili Peppers era uma banda que fazia isso na época, assim, misturava duas coisas extremas. Era o que a gente gostava, era o que a gente queria fazer com a banda, e daí achamos pessoas que eram afim também, foi daí que a banda surgiu. Nesse caldeirão cultural que tinha banda punk, banda de rock, banda de samba, banda de Nossos amigos ali, todos tinham banda e cada um era um estilo diferente. E um ia no show do outro, entendeu? Porque não tinha mercado ainda de bar em Porto Alegre.
E a banda continuou com esse, com essa proposta?
Continuou, ficou profissional depois, mas continuou com a proposta de misturar estilos. Tanto que lançou quatro discos e todos eles foi meio uma salada musical.
Fala o nome dos discos.
O primeiro disco que chama ultramen é de noventa e oito, que é a primeira fase da banda, desde o começo até noventa e sete, que era uma banda bem underground, bem hardcore assim Daí tem o O Lê Lê, que é o segundo, que já é um disco com influência de música brasileira, Tim Maia, Jorge Ben, essas coisas que a gente começou a ouvir nessa época. Daí depois tem o terceiro, que é... O incrível Caso da Música que Encolheu Outras Histórias, que saiu por uma gravadora daqui de São Paulo, e foi a época que era, a época que a banda ficou mais tempo aqui, e era bem misturado, tinha bastante hip-hop, que era uma coisa que também estava em voga na época. E aí o último saiu dois anos atrás, chama Capa Preta, saiu só por uma gravadora de lá, já é mais, é bem mais misturado também. A última música tem uma orquestra sinfônica, a primeira é, é samba. Sempre foi uma coisa da banda assim, misturar Não por estar, não por achar que está na moda, mas o desafio musical assim de querer fazer uma coisa que não tivesse fronteiras musicais assim, sempre foi essa utopia.
Misturar assim é, cada música um, no e, é, essa primeira mistura que você contou, ficou bem, eu entendi bem, mas a, a o do último disco. Cantar cada música de um estilo ou misturar os ritmos?
As duas coisas, porque na verdade foi foi só aprimorando essa ideia inicial de querer fazer um som que qualquer tipo de pessoa pudesse ouvir, assim.

E aí, eu te disse que tinha música clássica, porque nos outros não não chegou a ter, tinha. Nesse último disco t teve uma orquestra, assim, uma determinada música, que era bem heavy metal, bem medieval, bem arrastadão, e tinha tinha... uma orquestra, um quarteto de cordas, uma coisa assim mais elaborada.
E aí você... É. A banda ac, é, parou por enquanto ou você saiu e veio para cá?
Todo mundo saiu.

E agora ele tem trinta e cinco Ele ficou mais tempo na banda do que na vida dele. Então... Não houve briga. Na verdade, cada um quis fazer uma coisa. O vocalista tá em Nova York, o baterista tá em Dublin, eu vim para cá. O resto ficou lá fazendo outras... Outras coisas que estavam afim. Mas por causa do tempo, da longevidade da banda, do mercado que mudou muito, assim, o Brasil ficou... Vocês chegaram a cons a a, ter uma parte de sustento com a banda?
Pelo menos uma
Nesses últimos onze anos, o meu sustento todo veio da banda. E dos outros integrantes também. A banda se, realmente se profissionalizou. Ficou mais lá no sul, porque lá o sucesso era maior. Mas veio muitas vezes para cá.
E aqui, como é que eram essas viagens de lá para cá? Conta algumas coisas interessantes.
A primeira vez que eu vim para São Paulo, que foi em noventa e oito eu odiei essa cidade. Fiquei lá em Santo Amaro, lá perto do Borba Gato. Até hoje eu tenho pavor daquela cidade. Porque eu estava acosta, acostumado com cidades menores né assim São Paulo é uma coisa assim que te engole assim. Fiquei bem assustado. Voltei bem como, bem como os gaúchos voltam, assim, na primeira vez assim bem Bem assustado para lá. Mas depois eu me acostumei, eu gostei mais do Rio, né? Nessa mesma viagem eu vim para o Rio e vim para São Paulo. Rio eu achei uma maravilha, Rede Globo, aquela coisa assim que tu vê na te ve assim, que tu já conhece. São Paulo foi a impressão que as pessoas têm quando não conhecem os lugares, né?
Você chegou onde aqui? Vocês vieram de avião? Foi de avião
Ficamos um mês e meio morando no Rio, daí a gente ficou mais quatro meses morando aqui nesse lugar que eu te falei, que era lá em Santo Amaro.
Ah, você ficou quatro meses lá. E mesmo assim, durante esses quatro meses, foi essa a sensação que você teve?
É, e depois daqui a gente foi para Minas, que foi outro lugar que eu achei bem parecido com Rio Grande do Sul. Daí já... Fui para um lugar. Fiquei mais de meio ano fora. Fui para o Rio que eu adorei, fui para São Paulo que eu odiei, fui para Minas que eu achei igual ao Rio Grande do Sul. Daí eu voltei para lá depois. Mas foi só a primeira impressão. Depois eu, eu vi como essa cidade é legal, assim, vindo outras vezes.
O que é que você viu nas outras vezes?
Eu acho que culturalmente, tipo, para quem trabalha com cultura né, é um lugar legal assim se tu tiver a desenvoltura de conseguir entrar aqui, porque acontece tudo daqui para o Brasil e para fora do Brasil também. A cidade assim ela é m, ela é muito legal porque ela é muito grande. Tem muitos. Eu fiquei em um lugar que era longe do do metrô, longe da cidade. A gente tinha um carro lá, mas era um carro para seis, só podia sair quatro de cada vez.
A primeira vez que você veio?
Essa vez que a gente ficou. Daí, das outras vezes, a gente já ficou no centro, já ficou em áreas mais... que dá para ti ir, assim... Não tinha nada lá, entendeu? De noite não podia sair, era bem perigoso. É. Então, a primeira experiência foi meio... Porque no Rio de Janeiro a gente ficou em Copacabana e lá a gente andava vinte e quatro horas por dia, né? Aquela coisa assim, não tem muito problema, não sabe quem é a polícia, quem é ladrão, quem é... Então... Ficando seguro, porque está todo mundo ali mesmo assim né É que. A gente ficou meio longe do centro de São Paulo. Depois dessas outras vezes, eu comecei a passar a gostar muito da cidade.
E vocês vieram fazer show aqui? Como que foi?
Ficaram quatro meses, mas faziam show e... A gente veio para tentar abrir mercado para a banda, né?

E a gravadora era do Rio. A gente foi para lá, que era a base dele, fez toda a mídia, aquela coisa que se fazia na época, e veio para cá... para achar um produtor que vendesse shows da banda aqui e fazer um trabalho nacional, assim. Ficamos até quando, quando deu, recebemos uma proposta de ir para Minas, ficamos um mês lá e fomos para o Rio Grande do Sul. E daí depois desse primeiro momento, que foi em noventa e oito, a banda sempre ia lá para o Sul, ficava um tempo lá, fazia um dinheiro lá, que a gente conseguia fazer sempre bastante, e aí vinha para cá, sempre com uma gravadora que também dava um apoio, assim.
E fizeram shows aqui, nos outros lugares.
Nos outros lugares. Minas, São Se, Bahia. O Brasil inteiro só não foi para a região norte. No Brasil, a banda. Mas sempre tivemos que vir pra cá quando lançava os discos. Porque realmente a central midiática nacional é São Paulo. Se não passa por aqui. Mesmo hoje, com a internet, assim, que que é diferente do que era na época. Mesmo com o boom da internet, tu ainda tem que vir aqui pras pessoas. Saberem quem é, fazer show.
Onde que vocês fazem os shows? Ou fizeram mais?
Lugar, tu diz aqui. A gente tocou em muito lugar. Muita coisa era a gravadora que arranjava. A gente teve uma coisa interessante uma vez. Quando a gente lançou o, o esse primeiro disco, A gente veio para cá, alugou um bar aqui, fez o lançamento, chamou todos os jornalistas, fez aquela boca livre que se faz para lançar o disco da banda e não sentiu muita repercussão, assim, porque não tocava no rádio. Tava uma gravadora que não tinha condições de pagar o jabá que se pagava para estourar uma banda naquela época. Como era entrar no esquemão, né? Daí quando a gente lançou o segundo disco a gente pensou que a gente não faz diferente, porque a gente não faz, não vai atrás de um público que realmente possa estar interessado em ouvir o nosso som e a partir daí a, a tentar alcançar públicos menos, menores.

No ca. No Rio de Janeiro, em São Paulo e no interior, interior de São Paulo. Tudo vinculado a faculdades ou escolas de segundo grau, assim, sabe?
Ah, interessante.
Se os caras vinham lá e apresentavam um projeto para a diretoria da escola, vai vir um dia que a gente traz uma banda, um artista que participar da atividade e ganhar presença, então... As pessoas eram meio obrigadas a ver, mas v mas viam, né? E era legal que, às vezes, tinha três shows no dia em São Paulo, vamos supor, num colégio sem condições técnicas de manhã, num shopping center de tarde e no Sesc de noite. Foi bem legal porque deu uma... projeção para a banda foi a época que a gente mais aconteceu aqui, porque a gente pegou vários públicos diferentes, esse público de bar, que às vezes não, vai no bar, mas não olha para o palco, vai no bar para beber, para conversar, namorar, mas não presta atenção na na coisa da música. E Rio, Minas também acabou sendo esse esquema, ou Rio... Não, foi só o Rio, São Paulo e o interior de São Paulo, que foi o que a gente achou que realmente... A ideia era fazer no Brasil inteiro, mas não tinha grana para isso, né? Com o orçamento que a gente tinha, o que deu para fazer foi esses três, e já alavancou bastante as coisas para a gente.

Como que é a vida, assim? Fala um pouco da do, do cotidiano, sabe?
No Brasil, para viver de música, tem que abrir mão de várias é coisas, né? Porque o mercado é saturado, tem muita banda, tem muita música, tem muita gente, tem muita, ãh disputa, tem muita... Ainda essa coisa do jabá que eu falei, que é pagar para tocar, tipo... Ainda tem, né? E agora mudou bastante porque rolou essa essa coisa da internet assim, MySpace, essas coisas que tu consegue disponibilizar tua música assim sem passar por gravador, sem passar por outra coisa que não seja o artista direto, depende do interesse das pessoas. Quando a gente começou com a banda não era assim, tu tinha que estar calcado numa rádio e a rádio tinha que fazer promoções e botar a banda nessas promoções. Lá no Rio Grande do Sul é um mercado que tem muita banda, muita coisa para música jovem, assim, tem muita oferta, mas tem pouco lugar para tocar, pouca rádio, pouco festival, pouca... Não é que nem aqui, né? Que tem bastante. Por isso que as bandas vêm para cá e as pessoas vêm para cá. E a gente veio várias vezes. E aí eu acho que a gente fez a bastan bastante... Atingiu os objetivos que a gente tinha como banda durante muito tempo, assim, né? Até a hora que... O pessoal começou a ter ideias para, para sua vida que não incluíssem ter uma banda, que são sete, oito pessoas mais uma equipe de produção, mas a gente tinha uma uma estrutura grande por trás dessa coisa de de ter a banda, assim, como qualquer outra nesse cenário pop rock nacional, assim. Dá muito trabalho e ganha pouca grana, mas era um sonho que a gente acalentava, então a gente foi lá e fez para... e viveu bem disso por esse tempo todo. Ainda vive, porque... Nosso cartão de visita no mercado ainda é a e a existência da da banda Ultraman, mas... E nessas viagens, assim, alguma coisa, coisas que aconteceram, assim?
Além de não gostar de São Paulo a primeira vez.
É, mas é, tipo assim, isso é muito, ãh, pessoal, né? Nossos hosts todos odiaram a Bahia. Acharam muito quente. Ah, se não mora aqui, não dá, é horrível.
Não, mas coisas assim que aconteceram nessas viagens, assim?

Muita coisa ah.. aconteceu porque a gente ficou muito tempo viajando, né? Foram mais de dez anos, assim, só... Sempre f, todo fim de semana, praticamente... A gente evoluiu da besta para o ônibus, para o double deck, assim, né? Pegou todo tipo de de... De Kombi para o show, assim, junto com eq com equipamentos dentro de uma Kombi até conseguir ir de ônibus. Que hoje em dia eu acho que tem mais estrutura para esse tipo de aventura, né? No Brasil, assim. Hoje em dia já tem um mercado, já tem... As coisas assim, a gente veio de um tempo que ainda não tinha muito essas coisas. Tinha tido os ban, tinha tido bandas antes da gente, na década de oitenta, mas quando a nossa banda começou, o que estava na moda era pagode e axé. A banda de rock não tinha muita... Depois mudou, vai sempre mudando. Mas uma banda de rock, ainda mais uma nossa, como a nossa que era uma banda que não era um rock clássico, Encontrou certas dificuldades, mas a gente sempre achou que valia a pena, porque a gente botava a fé no que fazia, daí ficou, fica mais fácil.
E vocês, éh, assim, que é uma coisa que eu queria muito saber, vocês conseguiram essa evolução, né? Conseguiram se estabelecer e tal é Qual é o espaço, quais são os espaços, assim, entendeu? Vocês ocuparam esp que espaços mais para para ter essa sustentação, assim? Era espaço de bar, espaço de projetos públicos?
Olha, não é qualquer espaço. Muita coisa com prefeitura, tipo para, programações de rádio, festas de aniversário de rádio, o que pintasse, assim, né? Claro que daí a banda vai lançando discos, vai ganhando público, vai criando uma estrutura melhor, vai podendo barganhar melhor, vai ficando com cachê melhor, equipamento melhor, já dá um cuidado para o palco, mas é tudo gradual, assim. Hoje em dia, claro que sempre, né? Você já aparece em banda pronta, assim, vem com o produtor e o cara já, ah, vocês vão cortar o cabelo assim, vão cantar assim, as músicas são assim, são assado Mas geralmente isso é gradativo, né? Até a banda achar a identidade musical, visual, tudo isso aí vai caminhando junto com a idade que a banda tem. Como a banda tinha bastante tempo, eu acho que a gente foi bastante longe nisso.
E quando ia para fora assim, dos outros estados como que, quais os os locais, os espaços que vocês atuavam mais?
Acontecia uma coisa muito engraçada, a gente vinha para São Paulo e sempre diziam para nós assim, vocês tem que fazer só um estilo de música porque vocês não vão agradar, porque é uma misturança, se a pessoa não gosta de reggae, você toca um reggae no meio do show, isso aí não não vai dar certo. O que era o contrário do que a gente vinha tocando por aí, né? As pessoas gostavam justamente disso. Tipo não é um O elogio que a gente mais ouvia era, ah, não gosto muito de reggae, mas a banda de vocês, é eu acho que vocês tocam um reggae legal. Talvez porque a gente não tocasse só reggae, lá no meio tinha um hardcore, tinha, a gente ia mudando de estilo, era uma coisa meio esquizofrênica. Depois que a banda começou a ter hits, aí ficou mais padroniz, padronizado, porque tocava muito nas rádios de lá, então já fazia um show assim, equilibrado com aquelas coisas que as pessoas queriam ouvir. Mas no primeiro momento era bem bem esquizofrênico. O primeiro show foi interrompido, porque o público invadiu o palco lá para pular, se jogar em cima deles mesmos, que é o que chamavam de mosh na época, porque era bem pesado, era bem rock. Daí o cara não, lá o organizador do do evento não entendeu e nos tirou do palco. Vocês. O palco é só da banda, você não tem que deixar os amigos de vocês subirem. Mas é que faz parte da da nossa nossa relação com eles. Não se eles subirem eu vou cortar o som. Recomeçamos a música e eles subiram e cortaram o som. Foi o primeiro show.
E aí, bom, vocês resolveram dar uma parada com a banda, e aí como foi sua vinda para São Paulo?

E ela trabalhava lá na, ela trabalha em atendimento, assim, numa agência de publicidade, ela fazia isso por lá também. Daí ela disse, quem sabe a gente vai para São Paulo, começa tudo de novo lá, vai lá e tenta por lá as tuas coisas, eu tento as minhas, recebi uma proposta para trabalhar. Daí a gente veio, de dezembro para cá a nossa vida virou de cabeça para baixo, porque além de morar junto, a gente mudou para um outro lugar, uma outra cidade, outro contexto
E vocês vieram éh, assim, vamos, vieram já com algum, algum
Ela veio em janeiro porque ela já tinha um trabalho. Ela veio em janeiro e eu vim em maio quando a banda parou. Porque a gente combinou em outubro que a gente ia parar em maio. Talvez até o fim do ano, talvez até o ano que vem, talvez não voltasse. Porque antes de parar a banda gravou um de ve de, lá em Porto Alegre que vai ser lançado lá.

Até sair, né? Hoje em dia já não tem mais loja de ce de né? É. É o engraçado do lance do... que, hoje em dia tipo, tem uma rede de supermercado que agora tem aqui, que é lá perto do John Moore, que é a Zafra, que é uma supermercado lá do sul, que eles sempre venderam ce de ou vinil, quando tinha vinil, na época do vinil, agora eles não vendem nada. Eles vendem uns de ve des e pouca coisa. Balaio, assim, né? Porque as pessoas estão perdendo o hábito de comprar discos, de... Porque fica fácil, tu vai ali, programa ali, o programa dá um download, tu escolhe todas as músicas que tu quer ouvir, tu não precisa estar ficando assim, né, diferente do que sempre foi, que sempre foi uma coisa que manteve a banda foi a venda de disco, a gente nunca vendeu muito, mas como a gente comprava da gravadora mais barato, sempre tinha pra vender nos shows, disco, camiseta, sempre tinha um mercado paralelo das coisas, assim, da banda. Isso mudou bastante, assim. E como a gente tava um pouco cansado da... Essa convivência né, convivência de dezessete anos. Ninguém brigou com ninguém, mas é como se trabalhasse dezessete anos no mesmo emprego assim, e se sentisse um pouco estagnado. Ainda o O pessoal resolveu parar sem ter uma estimativa de quando vai voltar. E eu vim para cá para tentar outras coisas sem ter certeza muito bem o que que é. Estou ali, vou ali, toco um todo com um, toco com outro.
Mas trabalhando com música ainda.
trabalhando com música, fazendo as coisas que que estão aparecendo, assim, porque eu ainda não tenho a entrada aq aqui, eu não tenho a entrada que eu tinha lá, né? As pessoas não me conhecem tão bem aqui como conheciam lá. Mas tem um monte de gente lá de Porto Alegre aqui, então trabalho com um, trabalho com outro, já fiz um bico de hold, já ajudei num estúdio aqui, mas tudo relacionado com música. Chegando, assim, para conhecer como funciona isso aqui agora mesmo, assim, sozinho, porque com banda é outro funcionamento, né? A banda tu vem a banda toda para trabalhar a favor da banda.
Como é que é, assim, como é que tá sendo você agora aqui? O teu cotidiano, assim, nessa cidade?
Tá sendo ótimo, cada dia é um novo dia, um dia de cada vez, assim, né? Sem ter uma... Porque todas as, as outras vezes que eu vim para cá, eu sabia quando é que eu ia voltar para lá, entendeu? Então dentro desse espaço de tempo eu prog, programava, vim para cá e já fiz outras coisas aqui também fora da banda. Programava sempre para essas temporadas que eu ia vim para cá. E agora como eu não pretendo voltar, não tenho mais casa, tipo eu não voltaria para morar com meu pai, com minhas irmãs, me dou bem com eles, mas... Meu plano não é voltar para lá e alugar um imóvel e ficar morando lá.

Porque o Rio Grande do Sul, como um todo, Porto Alegre, como todas as ah, as outras cidades, e como aqui um pouco também, está um pouco estagnado, né? Para as pessoas que têm lá, porque o interior do estado do Rio Grande do Sul já não tem mais, sempre foi um estado bem rico. A gente vê até pelo... Tanto que as bandas não conseguem mais girar lá, porque o dinheiro que tinha no interior acabou. O pessoal que mora no interior, que ainda tem alguma condição, vai para a capital, lá para Porto Alegre. E Porto Alegre incha, mas tem pouca oportunidade, porque a cidade é muito pequena. Menor que Campinas, tem um milhão e duzentos Então aqui... Aqui eu imagino que aqui tem mais concorrência, mas tem mais oportunidade para várias outras coisas. Não conheço ninguém de lá que tenha vindo para cá e não tenha se dado bem. Só quem não quis realmente entrar no ritmo da cidade, que é outro né É outra cidade, é outra vida. Tem que saber que é isso. Mas mais pelo desafio mesmo, porque... eu acho que essa minha etapa lá já, já passou. Adoro lá a minha família meus A pessoa que eu sou tem a ver com Porto Alegre lá, Rio Grande do Sul, mas agora eu estou tentando ser uma pessoa maior. E eu acho que por aqui eu vou conseguir.

Malásia?

Pessoas bêbadas no ensaio que botaram esse apelido, não tem uma, uma... Eu tava bêbado também, não tem uma lógica disso para ti, né?

Isso foi em setembro de mil novecentos e noventa e nunca mais deixaram de chamar.
Você gosta desse nome?
Já me acostumei. Mas eu gosto mais desse do que o apelido que eu tinha quando eu era criança.

Por causa da, das bolsas embaixo dos olhos. Eu sempre tive isso.
Desde criança?
Desde criança.
Agora está melhor, então, Malásia.

Mas eu sempre tive apelido, assim, em qualquer lugar que eu ia trabalhar ou, qualquer Sempre m me botaram apelido. Meu apelido mais antigo é Lu, né?

Sempre me chamaram de Lu. Mas sempre sou aderente a apelidos. As pessoas olham para mim e botam um apelido. E como eu não revido, eu fico.
Você quer perguntar uma coisa, g

Ah, então é o seguinte, eu trabalhava num bar na época em que a minha mãe estava doente no coração e e e tal, e achava que ia morrer em breve, estava bem desanimada com essa coisa da doença. E eu virando o mundo aí com a banda.

E ela sabia dessa história de eu não conhecer meu pai e na época eu já tinha superado isso, assim, eu acho, né? Tipo, eu já não vou conhecer mesmo, então tudo bem.

Onde já se viu isso? Se o pai dele tá vivo, ele tem o direito. Daí a minha mãe me contou o que tinha acontecido nesse episódio e falou que tinha pensado e achava que era realmente uma coisa que ela tinha feito errado enfim, que nessa altura do campeonato tinha, eu tinha mais é que conhecê-lo, que se eu quisesse ela estava disposta a, a colaborar para que eu o conhecesse. Mas ela não queria que eu tomasse essa iniciativa sozinho, ela queria que eu f, que fosse por ela. Eu falei, então vai lá e faz.

Daí ela disse, olha, eu liguei lá para a casa do teu pai, avisei ele que tu tá vivo, que tu tá... Ela tinha mentido, plantado a mentira que eu tava morto. Avisei que tu tá vivo e ele vai te ligar aí para a tua casa, por exemplo, para te conhecer. Eu tá, beleza. Só que a minha mãe não teve coragem de vê-lo Ela achou lá o nome, eu já tinha o número dele, já tinha o contato. Eu não sei se eles não tinham contato, né, esse tempo todo que eu fiquei sem vê-lo. Daí ela mandou meu irmão ligar, meu irmão mande o, meu irmão mais novo. Pegou e ligou e a Secretaria Elet, Eletrônica atendeu.

Então, se quiser falar com ele, liga para o número tal, tal, tal. E aí chegou a mãe das minhas irmãs em casa e leu essa essa mensagem sem saber que, enfim, sem saber que que isso é uma coisa que realmente tinha, que que o marido dela tinha um filho com outra pessoa. E daí já deu uma confusão na casa dele, assim, não foi o jeito certo, eu acho, mas enfim, foi o que rolou. Daí já deu uma confusão, as mulheres já brigaram com ele, ah, quero conhecer, quero conhecer meu irmão, porque, como eu disse, eu tinha duas irmãs, uma... Eles são todos de religião, meu pai é é, ele é pai de santo, a mãe das gurias também é, eles são de religião afro-brasileira. E ela disse que é médium e já sabia que tinha um irmão e tal.

Então, tive que negociar tudo isso assim, logo em s que eu que eu conheci ele. E no dia que eu fui conhecer ele, eu estava tocando nesse bar de DJ e tal, e daí marquei com ele no outro dia na frente da telefônica no centro da cidade.

Então, eu sempre chegava e ele estava acordado, assim, de madrugada. Então, começamos a conversar. e aí, tu vai conhecer teu pai? O que que tu acha? O que que tu espera? O que que tudo isso? O que que tu aquilo? Eu não sei, cara. Minha mãe disse que ele não vai gostar de me ver. Porque eu sempre tive esse visual, assim, meio cabelo crespo. Sempre fui, assim... mais ousado no no visual. E o meu pai, ele é alfaiate, além de policial, então ele é todo arrumadinho. E a minha mãe falou, olha, tu vai lá conhecer eles, vai matar o velho do coração, porque vai chegar aí com esse cabelo de pé, assim, desse jeito que tu anda, procura botar uma roupinha legalzinha. Eu fui do jeito que eu tava, virado, sem dormir, descabelado, fedendo a cigarro da noite, fui encontrar o cara. Daí, quando ele chegou lá do outro lado da rua, eu vi que ele era meu pai, pelo jeito assim é, meio E é a pessoa que eu vou ficar, que eu vou ser quando eu ficar velho, a gente é parecido. Eu vi no outro lado da rua ele todo arrumando, com o rayban sapato, uma flor na lapela. E eu estava na porta do do desse lugar que eu combinei com ele. E do lado tinha dois rapazes, de cor também, só que pareciam uns pagodeiros assim sabe? branquinho, arrumadinho, cabelinho. Todo direitinho, como tem que ser assim E ele foi direto falar com esses dois.

Daí ele olhou assim, olhou eu de novo assim, ah não pode ser. Daí foi uma coisa emocionante, assim mas ele me falou depois, primeira vez que eu te vi eu fiquei assustado. Parecia um mendigo. Eu tinha muito essa coisa de chocar na época, né então eu queria mesmo que ele ficasse bem assustado quando ele me conhecesse. Mas depois passou, depois a gente ãh entrou em concordância, apesar de eu ser gremista e ele ser colorado, ele achar isso uma tragédia. Isso decorre do fato da gente não ter convivido assim, na fa, minha mãe era gremista, essa essas coisas assim, a gente teve um pouco de diferença. Eu tive um pouco de dificuldade com uma das minhas irmãs, né? A mãe das minhas irmãs, tipo, a partir do momento que ela ficou sabendo, ela ficou chocada, mas ela foi super autêntica, assim, ela veio conversar comigo, falou que eu seria aceito como se fosse filho dela, porque, Não tem culpa do que o marido dela não tinha procurado.

Agora tá casada, agora é outra... Inclusive ela é a pessoa com quem eu me dou melhor agora, assim.

Me dou bem com todos, mas... Foi um momento meio surreal, porque daí eu tive que voltar na casa da minha mãe e contar para ela como foi esse encontro, porque ela queria saber se se o medo que ela sempre teve, que era de eu querer ir morar com ele, se isso ia se con concretizar. Inclusive foi a primeira coisa que ela me perguntou. E aí gostou dele, você vai morar com ele? Eu falei, não, não vou morar, eu vou morar lá onde eu estou morando, ele já tem a vida dele, senhora tem a sua, eu tenho a minha, eu só queria saber quem era ele
Depois vocês se reencontraram os três alguma vez?
Depois eu fui fazer terapia, né? Depois eu fiquei meio pirado mesmo. Daí eu fui fazer terapia.

Foi uma época bem intensa na minha existência. Uma hora eu sosseguei e falei, assim não, agora eu vou parar tudo e vou fazer terapia. Porque no momento que eu conheci eles, foi como se eu tivesse nascido. Assim eles me tratavam como se eu fosse uma criança de Queriam me agradar, queriam ir todos eles comigo no jogo do Grêmio, na arquibancada do Grêmio. Não não, não, vocês são colorados, eu sou gremista, é diferente, não vamos. Tipo assim, isso é só um exemplo de como as coisas ficaram um pouco patéticas, assim, porque eu era pessoaa que na real eu não conhecia, né? E as pessoas, assim, no afã de me conhecer, elas exageraram um pouco, eu fiquei um pouco retraído, daí eu fiz... Uns oito meses de terapia, assim, que eu acho que ajudaram a dar uma equilibrada. E daí depois eu aceitei que essa é a realidade que eu tinha, assim, porque eu fiquei um pouco revoltado. Porque, na verdade, eu queria que ter conhecido as gurias antes. O problema dos dois, do meu pai e da minha mãe, eu não, não me interesso porque que eles não falavam o que que tinha acontecido. Mas eu achei egoísmo da parte dela, essa atitude, e e dele também, né? Que ele se acomodou com isso, assim, ele ficou, então tá, filho nasceu, mas eu não tenho que assumir. Mas não por nada, assim, que fosse de caráter ãh... Ãh de interesse financeiro, porque até porque ele não tem muita grana. Mas porque eu queria ter convivido com essas duas irmãs, assim, o tanto como, quanto eu convivi com meus irmãos, assim, o o que desse.
E hoje, assim, depois disso, vocês convivem?
Hoje eu v, teve uma época que a gente ficou sem se falar, que eu achei que o assédio deles estava demais, assim, na minha vida, eles queriam... Meu pai queria que eu fosse trabalhar na polícia, tipo, teve esse tipo de coisa, esse tipo de conversa, assim. Não, meu filho, agora eu vou conseguir um emprego para ti na polícia. Não, mas eu não quero trabalhar na polícia não, eu sou músico. Eu levei eles num show uma vez. Casualmente foi o único show que a minha mãe viu, e tava ela e um irmão meu e o meu pai e uma das minhas irmãs e a mulher. E eles foram no sh no show de lançamento de um disco lá num bairro em Porto Alegre. Lá para duas, mil e quinhentas pessoas lotado assim. Ele não entendeu nada, ele nem olhou para o palco, ele tapava os ouvidos, assim, porque ele é... Ele só ouve samba, assim, pagode, essas coisas. Ele é sambista da antiga. E a minha mãe não via ele há muito tempo, então ficou meio emocionada, assim, o show ela nunca tinha visto, a banda, assim, ela sempre achou que fosse uma coisa de vagabundo da minha parte, assim, daí ela viu aquilo cheio de gente, ela ficou um pouco emocionada, sofreu do coração, foi embora antes de acabar lá. E daí depois ficou tudo, tudo em ordem. O surreal da coisa é que quando ela faleceu ele ficou animando o velório.
Ele foi.
Ele foi foi super prestativo, super legal, assim me ajudou muito. E ficou lá de animador de velório, como se ele te fosse o marido dela e ela tivesse falecido. Acho que, no fim, ficou tudo certo depois.

Que você lembrou assim e que a gente acabou passando,
Deixa eu lembrar. Acho que não, acho que é isso. Vivi lá a minha vida inteira, agora eu estou aqui para ir daqui para frente.

E planos para... Assim... Também, ainda estou nessa adaptação aqui, né, tentando arranjar... Meio de me manter aqui. E a ideia da gente, minha ideia mais para frente, daqui uns dois anos, mais ou menos, é tentar ter a nossa família, nossa casa, nosso filho, evoluir para esse para esse lado, assim. Que eu acho que eu já vivi minha aventura juvenil, que era ter essa coisa, né, artística, assim, que é um sonho de muita gente, inclusive hoje em dia. E agora eu acho que eu já estou mais mais centrado e tenho objetivos mais práticos, mais concretos, assim. mas sempre relacionar porque a coisa que eu sei fazer é eu acho que é ser músico tem mil e uma outras utilidades mas a coisa que eu gosto que me completa é essa coisa da música então eu faço um programa de rádio, ãh gravo agora em um quarto lá na casa que eu tomei conta do quarto por uma rádio lá de Porto Alegre do grupo Bandeirantes que a ip que a Ipanema que é uma coisa que eu gosto muito de fazer então vai ser sempre essa coisa de música, comunicação você grava aqui e manda pra lá? Gravo aqui e mando para lá. É domingo das cinco às seis da tarde. Passar lá no, só lá, em Porto Alegre, região Metropolitana de Porto Alegre. Você trouxe algum
Não trouxe, não sabia que deveria ter trazido. Poderia trazer né
Fazer um sarau. É não Meu... Mas eu mas meu meu lance é música mesmo. Eu coleciono vinil, te, toco, faço música sozinho em casa.
Você compõe também, né?
Na na banda rolou essa coisa da evolução de todo mundo e do do exercício do ensaio. Todo mundo aprendeu a fazer música, cada um do seu jeito. Todos os os sete componentes da banda compõem.
Mas com letra
Letra, nem tudo entra na banda, né? E as letras, a maioria das ban, das letras s s das músicas que foram gravadas eram do vocalista. Mas tinha letra de de todos, assim, ideias musicais, enfim, ideias para arranjo. A gente evoluiu junto nessa nessa coisa da música.

E como foi para você participar desse momento aqui? Então. A gente sempre pede uma avaliação.
É, eu acho um a is, a iniciativa bem legal. Foi por isso que eu quis fazer, na verdade. Não que eu ache a minha história de vida, ser, mais importante do que a de qualquer outra pessoa, assim. Mas para passar por essa experiência, porque eu acho que o que vocês estão fazendo é uma coisa muito legal, assim. Daqui para frente, assim, tipo... A gente está muito num mundo assim que as pessoas querem falar de si, mas elas não dizem nada com nada. Todo mundo faz blog, fotolog, um monte de coisa assim, mas é, é só bobagem, e... É legal poder falar da sua bagagem de vida. Eu tenho uma amiga que trabalha aqui e o que me estimulou a vir aqui fazer o meu depoimento foi o que eu ouvi. Eu achei legal. Fiquei me imaginando no nas palavras e na na história daquela pessoa. Cada um tem uma história de vida.